A gente queria começar perguntando para Obrigado você falar. <laughs> Você falar qual é o seu nome, local e data de nascimento.

Eu nasci no dia treze de dezembro de mil novecentos e sessenta e um, dia de Santa Luzia, dia do marinheiro. E a cidade é São Paulo. Estou paulista, paulistano.
O nome dos seus pais?

Você tem lembrança deles?
Ah, tenho. Eles estão vivos ainda, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a hora que eu estou gravando eles estão vivos, graças a Deus. Ah, tenho total lembrança, né?

Acho que toda a o lance artístico vem muito deles assim. Embora eles não sejam artistas, mas meu pai tocava gaita. Era uma lembrança bem de infância. Meu pai fazia escultura. Em uma época ele expôs lá na Praça da República. Eu era bem pequeno e ia com ele. Batia aqui. Eu era bem pequeno e ia com ele. A minha mãe a minha mãe tinha uma coisa muito legal com arte assim. Ela falava para mim assim, olha, hoje você vai ficar acordado porque tem o Humphrey Bogart. num filme que você não pode perder, Casa Blanca. Hoje você vai ficar porque tem jogo de basquete do Palmeiras. Você não pode perder o biratã. Outra coisa que ela fazia, eu ficar acordado, era assim, não. Hoje tem o Frank Sinatra, hoje tem o hã Gene Kelly, e hoje tem... Sempre tinha. E o meu pai, um lado assim mais caipira. Meu pai, domingo, tinha que ver o filme do Mazzaropi. A coisa de música de raiz vem do muito do meu pai, de gostar de de fuçar né, esse meu lado pesquisador vem um pouco daí.

E dos seus avós, eles também têm alguma coisa com música ou?
Não. Não Não diretamente assim.

E ele que iniciou a gente. Foi o que deu o primeiro violão, depois deu bateria. Claro que nós destruímos tudo, como toda boa criança que recebe, mas foi ali que criou a primeira né vontade de mexer. A minha primeira guitarra eu fiz com dez anos. Como é que foi esse Eu fui no... fui no Céu da Cidade com o meu pai, naquelas exposições da Praça da República, e um belo dia eu vi um cara, uma espécie de um birimbau deitado, e ele tocava com uma baquetinha um um vidro. Moleque, né, bicho? Falei, eu vou fazer um para mim, né? Cheguei em casa, botei um prego aqui, um prego aqui, numa tábua, estiquei um arame, mas falei, pô, mas está faltando alguma coisa. Aí aquela criança que já fuça em disco, né? Porque eu comecei a colecionar disco aos dez anos, né? Tenho quarenta e oito, então faz uma ideia de quanto tempo eu coleciono disco, né? Trinta e Oito. Aquela coisa, eu fui mexendo na agulha da vitrola, faz aquele tru, tru, né? Quando você passa o dedo na agulha. Peguei um elástico, encostei na cápsula e fiz tóin... Saiu na caixa. Putz fiquei louco, né? Peguei a a minha guitarra que eu fiz lá, peguei um fio de cobre, enfiei na agulha ãn... Saiu na caixa. E ali eu comecei a minha primeira guitarra. E depois eu vim descobrir que isso tem nome, chama Diddley Bow. E é o primeiro instrumento que o afro-americano fez lá nos Estados Unidos. Um prego aqui no na casa, outro prego aqui, levanta com alguma latinha, algum negócio e toca com um caninho. É o primeiro instrumento. É o primo do berimbau, né? Diddley-bow berimbau. Aí, cara, você fica meio louco isso, né? Que Então meu pri minha relação com música começa aí, de pequenininho mesmo.
Você falou que você coleciona discos.
Coleciono Como é
Discos Como era colecionar discos naquele tempo, com dez anos de idade?
Ah, em vez de, sei lá, de comprar figurinha, eu pedia dinheiro para comprar o disco novo do Black Sabbath. Eu pedia dinheiro para comprar o disco novo do Rick Wakeman. Eu ouvia muito rock progressivo naquela época. Jimmy O Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix foi o a... A minha história com o Blues é por causa do Jimi Hendrix. E quem me deu o Blues foi a minha mãe. Eu... Naquela época a gente prestava muito disco, copiava em cassete, né? Isso já é share, né? Isso já é compartilhar. Tanto que eu não vejo nenhum problema em compartilhar arquivo. Porque isso já era feito. Aí chegou um disco do Jimi Hendrix para mim e teve uma faixa, cara, que eu ouvia o dia inteiro. Eu cheguei para a minha mãe e, mãe, olha como é legal esse rock. Aí ela falou assim, mas filho, isso não é um rock. Isso é um blues. A música era Hey Joe. Hey, Joe, I'm gonna... I'm gonna... I'm gonna... como é That gun in your hand, e tal. Letra pesadezima né, o cara mata a mulher. E eu me apaixonei. E a minha mãe me explicou que aquilo é um blues. Aí começa a minha história com o blues. Aos onze anos. Aí eu fui descobrir quem de quem o Jimi Hendrix gostava. Ah, o Jimi Hendrix gostava do Buddy Guy. O Buddy Guy gostava do John Lee Hooker. O John Lee Hooker aprendeu a tocar guitarra com não sei quem. Aí eu fui indo, indo, indo né. Hoje eu tenho um trio. que só toca blues dos anos vinte, trinta e quarenta. Justamente por por ir atrás dessa essência. E aí veio a música brasileira, né? Ouvia rock direto, um belo dia eu vou ver um show dos Novos Baianos, e eu falei, nossa, tem um cara que toca guitarra igual ao Jimi Hendrix, chama Pepeu. E aí começa a volta à música brasileira, isso com quinze anos. Aí começa a ouvir Hermeto, Itamar, Arrigo. A gente ia no Colégio Equipe e assistia os shows que tinha no Colégio Equipe. A Cor do Som, Gilberto Gil. Um elenco maravilhoso, quem apresentava era o Serginho Groisman. Ali começa... Sempre teve música na minha vida. Violão, comecei a estudar com dez
Você estudava sozinho, com os
Então, eu tentei fazer aula, mas eu nunca fui um bom aluno. Então eu aprendi do meu jeito. Aprendi Fiz umas aulas e depois falei, ah, não, não consigo ter disciplina. Aí comecei a aprender do meu jeito. Hoje em dia, né, você estuda muito na internet, inclusive, né? Tem aula. Você pode tocar Qualquer coisa De qualquer jeito.
Guitarra, viola, também sei que você toca viola.
viola caipira. Que também instrumento bem. Aqui é

E como é que começou essa banda com o seu irmão desde pequenininho vocês?
Cara, o meu irmão, ele é nove anos mais novo que eu. E ele anda comigo desde os três anos que ele tem.

Naquela era um trampo.

Tanto que ele anda de skate desde pequenininho. Eu andei muito de skate. Andei dos dez aos dezoito, participei de campeonato. Tinha assim uma E a gente era né a gente desmontou patins para fazer skate. Era uma Tem que amar muito o negócio, né? Aí, um belo dia, um tio meu foi trabalhar num banco.

Começou a viajar muito, então ele ia para a Europa e não sei o quê. E um dia ele foi para os Estados Unidos. Falei a, me traz quatro rodinhas de skate. E ele achou a roda que eu queria, que era uma roda yoyo. yoyo Wheels, da Gordon Smith, aí aí começa outro capítulo.
Você se apaixonou pelo skate?
Sempre, cara. Sou apaixonado até hoje, cara. E é pior que bicicleta, você não esquece como anda mesmo. Nunca mais Tem, na minha casa você vai tem poster de skate, eu... fissurado.
Me conta um pouco como é que era esse processo de você caçar a música, conhecer a música, você ouvia no rádio a música, ia atrás dela, encontrar era fácil?
Ai não, nossa, a gente ficava sabendo que saiu um disco do Led Zeppelin, vai. Aí, seis meses para chegar no Brasil. Um ano para che ser lançado aqui. Hoje, né, você dá um clique, está lá o disco inteiro do cara que nem foi para a loja ainda. Mas naquela época, Trump, a gente trocava muito. O meu bairro, eu tinha do dois lados que eu trafegava, vamos dizer assim. Tinha um lado mais branco e um lado mais negro. Eu andava com o disco de James Brown, Orchard in the Fire, lá do Black, num braço, e no outro Led Zeppelin, Deep Purple. E os negão ficavam assim, mas você gosta de rock? E aí os roqueiro que eram mais branco falavam assim, mas você gosta de Black? Eu falava, velho, é tudo a mesma coisa, tudo saiu do blues. E é verdade, né? Verdade Tudo saiu do blues, se você for pensar. Até o formato de baixo, guitarra, bateria, começa a formação primeiro, blues, né? Então é muito louco. Eu eu E eu andava nos dois mundos ali, né? E gostava, não? Tinha até grupo de dança.

Eram dois brancos e dois negros e a gente dançava nos bailinhos igual. Sabe aquela coisa meio Jackson Five, assim? Eu sou um grande fã de Michael Jackson. Muito legal Juntei muito disco. E aí, cara, depois de grande você vai tentando pegar os discos que você não podia. Por exemplo, Tim Maia Racional. Tim Maia Racional, quem tinha na época, mostrava da janela, assim. Ó, eu tenho mesmo, viu? Ainda puxava para ver o vinil dentro. E não podia pôr a mão. Imagina copiar. Aquilo era uma raridade. Aí depois de grande eu comprei o meu exemplar, né? Paguei caro, mas comprei.

Saiu o Cê Dê, né? <laughs>

Lindo Tão mais fácil. Hoje em dia é um clique, né, cara? Só é burro que quer, só não tem as coisas que não né... Quem não sabe mesmo, né? A história está escrita na internet também, é só você checar o que é verdade e o que não é verdade. Faz dar aquela filtrada, mas está tudo ali.
Vamos voltar um pouco, como é que era, assim, a sua infância de brinquedos com seus amigos? Eh
Cara, a gente era meio doidinho, né? Porque a gente era cabeludo, eh brincava na rua, mas tinha violão, tinha guitarra, então a gente era meio esquisito no bairro, assim. A gente preferia tocar guitarra do que jogar bola, né? É Eu fui eu fui bom de bola, só de handbol. Futebol, bem mais ou menos. Mas handbol, um troço que eu amei. Nossa, eu jogava até no time da escola. Mas a preferência da gente era andar de skate, por exemplo. Enquanto a molecada queria comprar uma bola, eu queria um skate novo, eu queria um o mais legal. A gente fazia shape, não tinha shape aqui no Brasil. A gente ia na na serrareria e falava, posso fazer um shape aqui? Então a gente botava uma lâmina, passava cola, botava outra, fazia uma forma para fazer o kick, o rabo a traseira do skate para cima, né? A gente fazia forma, cara, aqui não existia.

Ninguém vai saber nem a que banca que era, mas a gente pegava. E essa revista rodava na mão da molecada toda, era que nem revista de mulher pelada. Só que era skate, chamava skateboard magazine. E ali a gente aprendia vendo os caras, vendo os skates americanos, como eram feitos. E a gente copiava.

Cara, ficava ah vai essa semana ficava a revista ficava na minha na minha casa. Aí passava na casa do outro e a gente e tinha as manobras né, ensinava a fazer as manobras ali. E contava a história dos skatistas, Tony Alva, Jay Adams, toda essa turma do Dog Town aí que virou filme, né? A gente é completamente fã.
Curtiu o Ruiz.
Na minha casa tem pôster né, já falei. Tem pôster do Tony Alva, tem pôster do
E essa coisa de Di dJei, você foi direto para ser Di dJei?
Djei O Di dJei, Ou Olha como é que é louco. Ãh Aquela história, você tem um monte de disco, então você começa a gravar uns cassetes.

Aí eu percebi assim, pô, se eu vou para as festas e e levo as fitas, vou vou ganhar dinheiro com isso. Né vou começar a fazer festinhas e falar para as pessoas, ô, posso fazer o som dessa festa? De graça, né, ainda. Eu só vou fazer a primeira profissional em Aí já com uns vinte e seis anos. Aí eu fiz a primeira que saiu no jornal, que eu considero. Antes disso, eu já fiz muita coisa. Mas a primeira vez que saiu no jornal, eu considero a primeira pro, né? Aí era era uma festa que a gente fazia no Teatro Mambembe. Olha os Di dJeis que louco que era. Era o Nasi, do Ira. O Escova, do Escova e a Máfia. O Di dJei um, do Itaí de

E eu.
Então a gente fazia uma festa que chamava Festa My Baby, porque era no teatro Mambembe. E vinha a galera do rock, que eram os músicos, e a galera da Estação São Bento que dançava break.

E nasceu nessa festa, nesse encontro. Então meu meu lance de Di dJey começa assim meio... Pô, tem essa fitinha Por acaso, Pá, não sei o quê... E meio lógico também, né?
Hum Quantos anos?
Eu tinha ah eu já tinha profissio... a primeira profissional, uns Vinte e seis anos Mas essas festinhas Mas antes essas festinhas antes? É faculdade, aí é dezoito, dezessete, dezoito anos né. Aí começa a carregar os cassetes no bolso, chegava armado nas festinhas.
Pronto.
E uma fita era sempre meio rock, aí tinha uma outra meio de reggae e uma de black.
Conforme ia rolando a fes Conforme olhava... Você ia curtindo. Aí ia Começa assim Bom, esse negócio de Di dJei, eu sei que vai pela sua vida toda e você nunca para. Até hoje Até hoje. E eu sei também que tem algumas partes que você vai para o teatro, que faz direção musical. Eu
a trabalhar com teatro com uns quinze, dezesseis anos.

Faziam teatro adulto, teatro infantil, e eu me apaixonei. por uma das irmãs, lógico. E

E aí comecei a ir para o teatro, comecei a operar boneco, fui contra-regra, fui cenotécnico, trabalhei no ordimento, eu conheci toda a parte de trás do teatro. Tudo, cara. Tudo eu fiz. Fui contrarrega, fui cenotécnico, operei boneco hã. Cara, do que você imaginar. Hã

Maravilhoso. Para mim, fun fundamental, assim, na minha história. Aí depois, um belo dia, estão todos os atores.

Ganhou muito ganhou muito prêmio na época. A Pê Cê á, tal. Tá todo o elenco lá, teatro lotado de crianças.

Resultado, descobriram que alguém não avisou.

Porque o espetáculo era de sábado e domingo, no meio da semana não tinha espetáculo.

E o Osmar não chegava, a diretora olhou para mim assim, pô, você sabe todos os textos, né?

Eram quatro personagens que ele fazia. Falei, não, faço. Cara, fiz um ensaio de dez minutos na coxia para passar as cenas do cara entrei em cena. Daí eu saí da parte de trás para a frente. Aí eu começo a trabalhar como ator. Na próxima montagem, eu substituo uma menina que fazia um papel masculino. E aí eu saí do da parte de trás para a frente. Então, na cabeça eu tenho Toda a visão A visão total de um de um espetáculo, que eu acho fundamental para qualquer ator. Hoje em dia eu falo assim, pô, você é ator, bicho? Vai aprender a desenhar. Aí os caras, o quê? Aprender a desenhar? É Vai aprender a se colocar num palco. A ver onde está da onde vem o foco, se ele está batendo em você ou não, se você está iluminado ou não. Isso é visão espacial, né? Então eu falo para os caras, pô, meu, vai estudar desenho, vai se orientar, não é só ionesco, não é só, sei lá, os clássicos do do teatro, você tem que saber se colocar. E aí fui fazer, hoje em dia né, faço trilha para teatro, já fiz para cinema,

Você fez a trilha sonora do filme do Di
Se eu fiz trilha de filme?

Ah, do Durval eu não fiz a trilha. Não fez a trilha.

Aí ela falou assim, pô, você não quer? Eu queria homenagear os Di dJeis.

E cinema, eu fiz a pesquisa musical do Carandiru. Sim. E como é que foi esse processo?

Então, quando tinha rebelião no Canandiru, o metrô não parava. Então, a gente tinha um fascínio por aquele lugar.

O que é que o metrô não para? A gente via fumaça, colchão, os caras gritando e não sei o quê. Belo dia.

Você não quer ir lá dar um falar de música com os caras, tocar com os caras? Eu falei, lógico que eu quero. Aí levamos duas picapes, um mixer, caixas de som, bateria, baixo e guitarra. Os caras de dentro do Carandiru tocavam, ela tinha e seis bandas, entre reggae, gospel, rap. Rap tinha, não basta ver o sucesso do cinco zero nove ê, tinha Tribunal Popular, tinha tinha Comunidade Carcerária. Então, eu levei bandas lá, eu levei o os África Brasil para dentro da para dentro da cadeia e tirei também, graças a Deus. Ninguém ficou lá.

Ô, velho, tudo bom? E eu ainda, de vez em quando, estou na rua. Isso foi umas cinco, seis vezes. Então foi uma aprendizagem muito grande a gente saber como é que funciona ali. E toda essa... Porque tinha um código de ética muito sério. E até hoje eu estou andando na rua.

Você não está me conhecendo? Lá do colégio, tio. Colégio é o Carandiru. Toda vez enquanto eu estou na rua, vem um cara aqui que saiu. E era muito louco lá, né? Você andar dentro do Carandiru.

Fui dar uma volta, conhecer os pavilhões, né? Entro num pavilhão lá, um senhor... Cara, uma cabeça que eu vou te falar! Um homem letrado lá pelos seus sessenta... Cara, mas assim, sabe o que é vocabulário e tal? Aí, eu termino a conversa com ele, ele tem que se despedir de mim porque chega num num ponto do do pavilhão que ele não pode seguir. Aí o Seu

Você vê que cabeça, que educação. Falei, é, Seu.

O que o que é que está fazendo aqui? Pois é, serial killer.

Em sequência. Aí você fala assim, nossa, mano, eu estou trocando ideia, papos altamente filosóficos com um serial killer. Aí você tem noção de onde você está, né? Falei, pô.
Ficar atento.
Não é brincadeira entrar no Carandiru. Tanto que a primeira coisa que eu fazia, bicho, era tomar um banho assim de descarrego, que a energia era pesada. E, ao mesmo tempo, toda uma vontade dos caras de, sa sabe, sair de lá renovado, de realmente se transformar. Mas difícil, né? Complicado.

para fazer a pesquisa das músicas diegéticas que a gente fala, né? A música que está tocando no radinho, a música que está tocando não sei aonde, a música que vai ser tema de alguma cena. Aí eu consegui colocar... Tony Tornado, aí eu botei Hildon, botei... Nossa, tanta coisa, cara! E é uma oportunidade bacana, né? Você poder... Um trabalho legal também para o Di dJei pesquisar, fazer pesquisa para para teatro para, seja o que for.
E existe uma facilidade de buscar essas informações hoje só por causa da internet ou tem algum lugar que... Ah, Alguma A gente fuça muito, né?
A gente vai num monte É De lugar. Eu eu, na verdade, tenho que ter um monte de discos. Já tive uns É a Cinco mil Quantidade de discos que você tem. Em casa é Hoje eu tenho uns dois mil e Quinhentos aham Porque já me livrei de um monte, senão você acaba Pirando... Não tem onde pôr mais, entendeu?
Mas não existe Mas a gente né uma biblioteca, um lugar...
O MIS tem um material de que dá para pesquisar, o Centro Cultural São Paulo. O Centro Cultural São Paulo, ele é que inundou um pedaço lá, não sei quanto que perdeu, mas tinha um monte de vinil. Eu ia muito lá, pegava um tal disco, ouvia tal, podia fazer cópia.
Hoje em dia nã não pode né. Não sei mais como é que é. Entendi. Fala um pouco dessas essas suas bandas ah de blues. Bom Você tem todas elas ainda fun eh eh? Você ainda tem hoje?
Eu comecei, Funcionam Cara, eu me formei em artes plásticas.

Ou era arquitetura ou era... Artes plásticas, né? Falei, não, artes plásticas. Eu me formei e tal. Fiz muita performance. Era uma época, os anos oitenta hum, performance tinha um uma ideia. Eu fazia uma performance com umas lâmpadas florescentes. Era um trabalho gráfico chamado Grafite Efêmero. Logo logo mais vai estar na internet que eu estou recolhendo o material, vou digitalizar tudo. E eu usava vídeo, era super modernoso, assim.

que era do meu do meu primo. Eles faziam a música para mim nessa performance.

Eu falei, você está louco.

E ali eu fazia tudo, cara. operava o som, entrava em cena, tinha quatro personagens, tocava viola, e aí fomos até a Espanha, depois da Espanha, participando de um festival, e eu aí ficamos na Europa.

Ele falou, não, eu vou, nós vamos.

pedi uma grana. Ele empresta para a gente, aí eu já vendi uma guitarra lá, fico na Europa. Mas ligar para o Brasil em noventa e um, leva mais ou menos umas duas ou três horas para você conseguir falar.

Então divirtam-se. Aí ele, mais uma hora para conseguir ligar de novo, eu falei, brincadeirinha, já falei com a sua tia, o seu irmão vai mandar para o Citibank do Cairo, aí mandou uma... Mas tudo isso aí era uma hora e meia num posto de telefone para falar com o Brasil. E hoje, né? Tão rápido Outro dia eu liguei para um amigo meu, falei, e aí, mano, você está aonde? Falou ah, eu estou na Índia. <laughs>
No celular, né?
Nossa, mano.

Incrível. É incrível.
Mas por que eu caí aí mesmo? <laughs> Para falar das bandas, né? Das bandas é dos.

E o rock é uma coisa que a gente... Tanto que a gente falava que era viola, elétrica e pandeiro.

Hoje a banda está com nove anos já.
E ela é a que fun vem vem até hoje, assim, com você? É é a que você mantém?

Tá. Mas a gente continua com todos os projetos. Todos os

Numa época aí a gente fez, de vez em quando a gente faz uns uns
Junta de novo É Ótimo.
Faltou algum aspecto aí?
Deixa eu ver. Fala um pouco desse dessa coisa do rock'n'roll com o Andréas kisser que você fez, essa brincadeira Ah então Com o rock Eu eu.
Eu conheci a galera do Sepultura, né?

Muito pelo Igor, né? Uhum

Eu gosto de rock, né, mano? Eu gosto de... É muito louco, os caras não conseguem entender que eu gosto de samba. Gosto de blues, e gosto de rock, né? Os caras não entendem que eu... Né no meu no meu show de blues, eu toco Clementina de Jesus. Toco Itamar Asunção, quer dizer... Eu sou assim, não tem jeito. Eu tenho essa... O o mesmo amor que eu tenho pela Clementina de Jesus, eu tenho pelo Led Zeppelin, por exemplo. Uhum E pelo James Brown, quer dizer, para mim é tudo igual, na verdade, né?

E aí, Sepultura comecei a ir nos shows, e o Andreas Kisser resolveu fazer uma... E por causa da da guitarra também eu me aproximei do Andreas. E ele resolveu fazer uma brincadeira que era tocar clássicos do rock com uma banda.

Porque a gente ia para o Rio, e os convidados eram o Nando Reis, os Paralamas, o Kid Abelha, aí a gente ia para o Sul, as bandas de lá, entendeu? Cada lugar que a gente ia, Tinha um convidado local. E isso foi maravilhoso, a gente fez muito show.

Três guitarras e percussão.

no órgão Hammond, e aí era clássico, era tocar as músicas do Hendrix, do Deep Purple, do Black Sabbath, que a gente ama, né? É uma grande farra, e du isso aí durou uns cinco anos. E hoje ele está com um formato menor, porque também é muito ocupado, né? O Sepultura viaja muito. Sim
Sim.

Tem alguma coisa

Sim, sim. Eu tava no Egito quando ele criou a banda, eu estou em todos os discos e em quase todos os shows.
Você está em todos os discos como? O que é que você... Eu gravo, gravo.

Sempre chama de fazer uma música ou duas, ãh ãh a gente tem uma música junto, a gente compõe junto também.
Ai, que legal.

Que aí entra um quarteto. E às vezes um quinteto, é baixo, guitarra, bateria, percussão, teclado. E a gente faz isso, rap com banda. Uau É bem legal, mas é difícil fazer aqui. Aham O circuito do rap Fechado Não tem essa grana, assim, né? É Mas a gente faz quando dá. Sempre acontece, A gente está lá Tocando.

As coisas bacanas.
O que é que você mais gosta, assim, nessa parte toda de música, de fazer?

Produzir, tocar. Produzir também.

Eu gosto do trabalho no estúdio, eu gosto do palco. Cara, eu, na real... Não tem um... Eu eu Predileto. Tocar é muito bom. Uhum Né você subir num palco e fazer um show é um troço que não tem... Talvez seja aí uma uma energia
Mais forte Que você mais gosta Então podia contar um pouco sobre o cinema, sua experiência atuada no cinema?
Pô, foi... Advinda dessa história do teatro, né? De ser meio multimídia, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então os caras que botaram fé, né?

Os dois se encontram num feriado dentro de um trem, cada um com a sua família. E aí esse policial quer pegar o bandido há uns três anos, que é a última vez que ele ia pegar o bandido, o teto do lugar caiu, o bandido fugiu. Então, esses eles têm uma brincadeira de gato e rato há muito tempo. E aí, só que aí está cada um com a sua família, e o filme é a administração dessa situação.
E qual foi a diferença de atuar no teatro e ir para o cinema? Ah o
Completamente diferente. O o O cinema fez pronto.

Né você tem todo o o trabalho teu com o diretor para desenvolver um personagem e centralizar naquele momento que você está deixando ali. E o teatro, não. Você tem todo dia para... Renovar.

Então, um uma coisa tem um poder, outra coisa tem outro poder. Um tem o poder de se renovar todo dia, o outro tem de imortalizar e ficar lá né, registrado.

Mas em noventa e nove ninguém sabia ainda. Ninguém conhecia Todo mundo sabia que ele fazia comercial de Tê Vê, né?

Mas ali nasce uma história bacana
Eu fico feliz para caramba de fazer parte Claro Dessa história. Várias histórias, né? A gente pode finalizar com você falando qual que é o seu sonho, o que é que você espera continuar, o que é que você... da profissão ou da sua vida mesmo?
Ah meu, eu quero ter trabalho até morrer. Se eu tiver isso, se eu morrer trabalhando, eu estou feliz. Não sei se ganhando muito bem ou não, porque não sei daqui Uhum O que é que vai virar, né? Se já O mundo deu muita volta, já rodou muito, né? Então, não sei o que é que vem por aí, né? Ainda Dez anos é uma loucura, né? O que acontece em dez anos, ainda mais hoje né, com com a eletrônica e tudo. Mas eu acho que o meu sonho é esse, é continuar trabalhando, poder fazer as coisas que eu que eu gosto de fazer, poder trocar ideia com as pessoas né. Né eu gosto muito de dessa coisa de workshop, de uma outra outra coisa que eu faço também. Eu gosto muito da troca, eu gosto de trabalhar em equipe. Eu não gosto de trabalhar muito sozinho, não. Não sou um cara que faz muita coisa sozinho, eu gosto de gente. É onde eu posso trocar tal. E aí E eu acho que o meu sonho é esse, continuar trabalhando, E ver o mundo um pouco melhor, né? Sei lá É o nosso desejo. desejo Que as pessoas se aproximem, que as barreiras caiam, né? Porque porque hoje em dia a gente já fala a mesma língua com quase todo mundo, né? Então é uma coisa de continuar falando de cada um da sua história, cada um do seu da sua raiz né. Eu gosto muito de uma frase do Manuel de Barros. Não é um caminho para o fim, é um caminho para as origens.

É um é um troço que eu adotei assim. Falei, olha, <sucks teeth> um caminho para o fim, um caminho para as origens.
E de onde vem
Acho que é ali que está o segredo de tudo o que o senhor for fazer. Saber da onde saiu. E aí indo para trás, indo para trás, indo para trás. que é isso

Obrigada tá.
Obrigado eu. Dentro dessa ideia meio Davinciana de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, uma outra coisa que eu faço, eu sou apaixonado pelo Leonardo da Vinci assim eu acho. Ele era um cara que tinha uma visão meio que eu gosto de pensar assim, do do todo sabe, de vários meios né. Ele desenhava, era engenheiro tal, era músico também, construía instrumento. Aí uma outra coisa que eu faço, que aí é bom porque é para viver, porque me me ajuda a pagar minhas contas, eu sou eu sou locutor. Eu faço voz para comerciais, faço dingo, canto dingo hã, faço voz caracterizada lá no... Fiz o Rá-Tim-Bum.

Sabe aquelas botas? Sim Eram

Era muito gostoso, cara. Porque as a gente ia para a Tê Vê Cultura e a gente ficava horas dublando as cenas.

Eu saía de lá, sabe quando você doendo de tanto dar risada? Voz caracterizada, voz para comercial. E a e de desenvolver essa coisa também, porque é muito parecido quando você faz voz com atuação. A a voz, ela precisa ser interpretada, né? Hoje em dia está está está muito em moda aa locução flat, né? É é a não-locução. Outro dia eu ouvi essa, cara. Então a gente queria que você fizesse uma não-locução. Falei, ah, legal. Co aí pensei comigo, né? Não falei isso para não brigar com o cara. Então por que você não chama um não-locutor para fazer uma não-locução, num não-filme? Sem a sua não-direção, sem a sua não-criação, quer dizer quer dizer, a gente estuda tanto para fazer uma coisa, né? E aí o cara vem falando para quebrar tudo. Eu acho legal porém, desafio, né? Uhum Mas acho legal essa coisa, a publicidade tem essa velocidade das coisas, né? Eles precisam de tudo muito rápido e tal, então é bo é bom porque te cobra, né? Te faz você ir atrás de de criar, de falar uma voz um pouco mais impostada, mudar um pouco. Ou então fazer uma voz mais jovial e brincar e tal. Essas coisas que a gente pode fazer com a voz da gente mudando, né? Você pode falar das coisas da vida, das suas escolhas.

Muito bom. <laughs> Bom, ah eu amo meus sobrinhos.
Conta deles como é que foi ser tio assim.
É, pô cara, eu não tenho filho, né? Aham Não que eu não quisesse ter, viu cara? Que não veio.

Né ainda mais, eu sou daquela época que não tinha AIDS, mano. Então, você imagina o que é que a gente não fez nessa vida, né? Aí, não veio, não veio, né? Uhum E eu, cara, minha irmã e meu irmão deram maravilhosos presentes para gente.

Todos.

A gente está tocando no Sesc Ipiranga e o palco era bem baixinho. A cablocada. O meu irmão está tocando pandeiro, ele solta o pandeiro.

Aí a gente falou, pô, bom, está capturado, né? Aí com seis anos ele compõe uma música que entra num

Acho que é Poderoso, Tubarão Martelo.

E eles falam coisas maravilhosas, né?

E os Teobaldo <laughs> fazem o encontro.

Ele, ah, está indo lá no almoço, né?

Quer dizer, <laughs> mas você entende o o quanto é espirituoso?

Criança tem umas tiradas cara, uns troços tão maravilhoso, cara, que não precisa nada. Sair com eles já é um... E aí eu pego eles, a gente vai andar de skate. Pô, a gente faz a farra, velho. <laughs> Que delícia <laughs> A minha A minha família... Eu tenho tenho uma sorte com família, né?

A gente até hoje não pode ficar sem se ver no domingo. Quando eu estou trabalhando, não posso ir. dá aquela coisa, porque a gen a gente tem essa coisa e não é forçada. E não é igual... É da minha casa. A gente tem essa relação muito próxima. E eu acho que é é legal, porque gen a gente vê que a gente espalhou isso também.
Acho que você não falou dos seus avós. Seus avós, Ah a Você conheceu eles?
Eu conheci. Ah ah A minha família

Aí diz que é ju judeus soviéticos que vieram da França para o Brasil fugindo da guerra. Eu não tenho nada de judeu, eu sou do Candomblé. A minha família é toda cardecista, mas sei lá, é uma história. Ãh Esse é o lado do meu pai. E aí e o meu pai é cara da enxada, meu pai era lavrador. Trabalhou sempre em... Meu pai foi se formar com dezoito anos. Terminou o os estudos assim, aí depois virou professor. Trabalhou muito tempo na Caixa Econômica do Estado. Trabalhou em dentro de carro forte. Meu pai chegou numa época que tinha três empregos para sustentar a família. Ele trabalhava de madrugada na compensação da Caixa. De dia ele vendia livro da Barça e ainda dava curso no Senai. Era um... Ali você vê que... Cara, rock and roll. Meu pai é e ele é maravilhoso, ele um bom humor. Né semana esse fim de semana que passou, ele ele passou mal, teve uma intoxicação, foi parar no hospital. Aí internou, minha mãe ficou assustada, tal, não vou, setenta e sete anos. Meu, você precisa ver o meu pai zoando com todos os enfermeiros dentro do hospital. Meu pai toca o terror. O cara é sensacional. Uhum E do lado da minha mãe... A minha mãe é filha de... O meu a o meu avô, ele era negro com índio. Então, ele tem pele escura, olho puxado, que eu também herdei um pouco. A minha mãe é bem japonesinha. ôah A a pele escura, o nariz fino, o bocão largo, né? Dande. Só andava com os panos um melhor que o outro. paletó, pá, não sei o quê, tem uma fo umas fotos de trabalho dele, está lá os operários e está aqui no canto, assim. Tipo, não se misturava muito, não. Ele era elegante, ele vendia sa eh calçados terra. Ele era cacheiro viajante. Então, tanta coisa eu aprendi com ele. Né Aprendi que quando você tem desinteria, você toma chá preto, ou maçã, se estiver viajando. Aí descobri que no Egito todo mundo toma chá preto, porque a comida lá, meu irmão, você chega, está dado o toque. E o meu vô era cacheiro viajante e tal, negro, lindo, né negro cabelo liso, comprido. Casou com uma italiana branquinha, do olho azul. Então, você imagina um casamento interracial nos anos vinte, né? A minha avó nunca admitiu que ele que ele era negro. Não, seu avô é moreno. Eu falei, tá bom, vó, meu vô é moreno. Então né a gente e Mas era muito louco, porque era um casamento interracial nos anos vinte, quer dizer, lutaram muito, né? E acho que tem essa história do lado da minha
Como é que era a convivência com seus Vocês visitavam eles muito? E

Mas a gente via um pouco também, mas conviveu menos.

A luzes do lugar, a terra é vermelha, então o céu quando é azul, é azul. Né ãh tem um lugar lá no alto onde tem um Cristo né, a gente ia lá olhar a cidade e empinar papagaio. E a grande diversão era empinar o papagaio durante todas as férias e, no último dia, soltar. Soltar toda a linha e quebrar. E ver o papagaio. Embora. Sei lá. E aí eu passei toda a minha infância lá, na casa da minha avó. Seus primos Acho que o lance de eu gostar de cozinha, por exemplo, que eu adoro cozinhar, né? Vem da minha avó. De vê-la cozinhando, de ver, né? E necessidade também, que depois que você vai morar sozinho, você vê que... E aí cria um amor. Você vai na minha casa, assim, tem uma cozinha, eu tenho um monte de apetrecho, de não sei o que lá, não sei o que lá. Gosto de chamar os amigos e fazer uma comida, entendeu? Então, acho que um pouco dos meus avós é isso aí.
Sim os seus primos iam também?
Tinha.

Que também andava de skate, que é baterista, que é produtor, músico também. A gente andava muito junto. Meu primo, minhas primas, aí do lado do meu pai. E a gente foi criado muito próximo. Ãh acho que o lance da música tem muito a ver também.

Quer dizer, foi um tem um lado musical muito forte. Eu tenho uma prima que é trapezista de circo né. Legal Eu trabalhei muito tempo fazendo música para circo.
Acho que é isso.
Completou? Quer falar da escola? Se quiser falar de algum professor? Ah

Eu tive a sorte de ter no ginásio uma professora que deixava a gente fazer o que a gente quisesse, mano. E a gente tinha sempre um trabalho de final de se de ano, né? Ela chamava, a gente fazia, e ela chamava todas as clássicas para assistir. A gente fez uma encenação de je Jesus Cristo Superstar. com direito à projeção de aqueles slides com óleo. Era um troço psicodélico.

A gente quebrava o, tocava o terror indo uns caras do terceiro colegial ver a gente da quinta série. Os caras ficavam louco. Pô, como é que esses pirralho? E a gente, e eu era muito envolvido, cara. Eu queria fazer tudo. Já Já tinha essa cabeça meio de, ah, não, vamos botar isso aqui aqui, você faz isso, você faz aquilo lá, não sei o quê.

Ele era mais novo ele é mais novo que eu uns dois anos, mas ele também estudou com ela.

Ela chegava assim, não, hoje vocês... Dia da árvore, então, por favor, vamos todos desenhar uma árvore, né? Falei, professora, que eu tenho um amor por carro também, gosto de carro antigo.

Não só carro antigo, qualquer carro, eu gosto. E aí, essa história era assim, a professora chegou, eu sou sete anos, primário, né? Ela chegou, então hoje, dia da árvore, eu falei, professora, posso fazer um carro? Não, é dia da árvore. Todo dia você desenha carro. Hoje você desenha uma árvore. Eu fiz a árvore, com o carro embaixo. <laughs> Ela não acreditou, mas aí já era o meu jeito, entendeu? De Ah, eh você quer que eu faça assim? Legal, eu faço, mas também faço isso. colocar o meu E aí tem essa né esse monte de coisa. Ah, vou trabalhar na televisão? Legal, mas vou mandar minha ideia. Vou trabalhar de Di dJei no programa do...

Na época lá. Mas vou fa mandar a minha ideia né. Né ah, tem que fazer trilha para desfile de lingerie? Legal.

Eu metia o samba rock. Em vez de meter aquela coisa óbvia, entendeu? Eu mandava o meu recadinho aqui. porque eu acho que essa é uma sabedoria né, não é você só dizer não. Nossa, vou trabalhar num programa de Tê Vê né. Na época, assim, pô você tem o status de músico, vai trabalhar na Tê Vê? Na época, foi. Mas ali, ô meu fiquei conhecido no Brasil inteiro e mandei minha ideia. Então acho que uma coisa legal é você aproveitar o espaço que te dá para mandar a tua ideia. Porque só você pode fazer isso. O O outro não vai fazer. A tua ideia é você que vai mandar. Então utilizar o espaço que está te dando. Isso eu acho acho uma coisa legal. Uma coisa que eu faço sempre. Me a Ah, me deu espaço para fazer isso, legal, vou fazer. Mas vou botar o carro embaixo da árvore.

É isso. maior dificuldade. Ai cara, quando alguém... você está tocando James Brown, né? Aí a pessoa assim, ai, você não tem nada mais balançado? Falei, olha filha, mais balançado que James Brown ainda não inventaram. Tanto que uma época o discotecável botava assim, Di dJei toca, Di dJjei não fala. Botei um... todo mundo quer ser Di dJjei, cara, né? E hoje em dia agora todo mundo é Di dJei mesmo, né? Com iPod e o caramba, que eu acho bom também. Tanto que eu falo que eu sou discotecário. que eu sou da época que se discotecava. Né não tinha Não tinha chegado a coisa do Di dJei né. O era o cara que trabalhava em rádio, não tinha muito. Hoje em dia que, com hip hop e tal, popularizou mais a palavra Di dJei. Mas a gente falava discotecário.

Né a gen a gente se chamava assim. E Mas o maior o maior desafio acho que foi tocar na um Réveillon na Paulista. Porque aí eu bati meu recorde, toquei para um milhão de neguinho. Aí eu quando eu vi o que é que eu tava fazendo, eu falei, nossa, mano...

Para mim, pirou um pouco, assim. Mas grandes desafios, sei lá, cara.

O que é que eu vou fazer? E aí, a habilidade e tal, você acaba fazendo as pessoas entenderem ãh o que é que é a tua ideia. Então, de uma maneira, você joga né a gente... O Di dJei é meio pescador, né? Você tem que ir sentindo a pista. Então, você joga uma, vê a reação. Ah então, agora, disso que vocês gostam?

Então, vou fazer isso, vou dar e jogo outra, para ver se eles gostam também. Então, ãh para você identificar uma uma pista, é ir jogando o anzol e ver o que é que vira. Eu acho que é o grande desafio eh eh. É olhar para as pessoas e, o que é que esse povo quer dançar? E outra, hoje em dia, o que eu tenho curtido muito é ver que ah tem gente que quer ser surpreendida. Essas festas que a gente faz, né?

Toca um troço que eu nunca ouvi. Né eu acho E a gente chama Di dJeis que não são Di dJeis para tocar, então... Eh isso eu eu eu vi que tem uma turma que quer isso. Meu, ou então toca um troço que eu nem lembro. Faz tempo que eu não ouço, sei lá, Red Hot Chili Peppers numa pista né. Então, você vai e toca. Ou então você toca uma versão de um clássico de um jeito novo. Uma versão forró de Nos Barkley, por exemplo. Entendeu? Então, eh eh eh eu acho que esse é o maior desafio do Di dJei. E isso acontece todo dia que você vai trabalhar. Dá um friozinho na barriga. Tipo, será que eu vou acertar a mão com esses caras aí hoje? E o louco é ir para casa feliz da vida porque deu tudo certo. E eu não lembro de nunca ter dado errado, errado. Eu e é muito legal você trabalhar fazendo as pessoas dançarem. Isso, cara!